Obrigada a você de estar me recebendo me recebe
Então, vamos começar nossa entrevista? É meio óbvio, mas vou pedir de novo para você falar seu nome completo, o local e a data de nascimento.

Nasceu em casa? como é que

Meu pai era advogado e a minha mãe costurava vestido de noiva, ela fazia. Eh
Como que eles chamavam?

A mamãe fazia vestido de noiva, já tinha eu e minha irmã, e ela pendurava, ela tinha um gancho no teto, ela pendurava o vestido e na escadinha ela trabalhava no alto para gente não pôr as mãozinhas para não ter perigo de estragar.
E e ela tinha um ateliê? Como é que era isso?

Tinha, era no apartamento mesmo nosso, que era pequenininho, aham, e... Mas a minha mãe era uma artista, então todo mundo procurava minha mãe porque ela criava, ela mesma desenhava, fazia.

Foi foi o lugar que você cresceu, passou tua infância.
Eu passei, nós vivemos lá até os dez anos. Até dez anos.

O prédio ainda existe. Eu tenho umas primas postiças que se mudaram de lá, faz uns três, quatro meses, mas viveram lá até praticamente o ano passado.

Então, a vinte e cinco era toda uma loja só de tecidos, né? E uma rua limpíssima, as lojas eram limpíssimas, eram aquelas prateleiras de madeira com aquelas aqueles tecidos dobrados, organizados e... E eles tomavam conta da criançada da rua, porque a gente brincava na rua normal, porque não tinha tanto carro, tanto movimento, uhum. E ele E eu recordo, assim, que a gente... Todos conheciam a gente. Então, todo mês, eles davam as amostras de tecidos para gente, que eram amostras enormes, vinham catalogadas. todo numa pasta de couro, e ali dentro tinha amostra, mas era uma amostra de pano enorme.

Elas faziam as roupas para a gente. Então, todo final de semana, nós tínhamos roupa nova, <laughs> todas nós. Eram com aquelas amostras que eles davam. Eles davam para a gente para fazer roupinha de boneca, essas coisas. E eles tomavam conta mesmo da gente. Qualquer coisa que a gente fizesse de errado, eles batiam o telefone e avisavam. As meninas estão fazendo não sei o quê <laughs> Mas era muito tranquilo. De final de semana, A mamãe fazia a carne moída, temperada, e daí era levado na vinte e cinco, que tinha um lugar que chamava o forno. Forno? Forno. Ia com a bacia coberta, levava a carne prontinha e em coisa de quinze, vinte minutos eles faziam as esfiras, ah... As esfihas e o quibe. E daí a gente trazia prontinho para casa.
coisa. Quem que era o seu grupinho assim de de amigos, de amigas que você conviveu nessa época?

Era uma meninada.

Que acho que lá do prédio para lá devia dar uns cinco, seis quarteirões.

Tranquilo, a gente ia e voltava sem perigo nenhum.

A minha mãe sempre foi Uma mãezona da porta aberta, então as crianças vinham muito almoçar em casa, fazer lição de casa, brincavam e depois iam embora.

E o grupo foi uma coisa muito importante para nós. A minha mãe teve uma participação muito grande no grupo de da Associação de Pais ) Então, era um grupo muito limpo, muito organizado. Minha mãe ensinava as mães. a fazerem tricô, a costurar para poder ganhar, fazer um dinheiro fora, né. E ela ensinou a fazer a canjica, a sopa, que era dada na hora da merenda para as crianças que não que não tinham posse, né. Então, era um grupo que tinha... Isso tudo a minha mãe conseguiu. Minha mãe tinha era muito participante. Então, ela conseguiu fazer um grupo e trazer as mães que participassem que a gente mantivesse aquele grupo, sempre limpo, em ordem. É uma coisa assim muito marcante na minha vida, esse grupo. Até fui visitar umas duas, três é... <laughs> vezes e já passei por lá para fazer uma visita.
a escola?
Ainda existe o grupo lá, ah e

Os professores eram queridos demais. Eu até hoje tenho os livros que eles me deram no meu aniversário de quinze anos, que eu convidei todos. Tenho livros escritos por eles. Eram professores queridos demais.
Tinha algum especial que você gostasse mais da tinha...
Tinha, tinha.

Era uma coisa tão tranquila, e eram muitos alunos. Nós somos em quatro mulheres e o meu irmão é o caçula, né. Quando meu irmão nasceu,

<laughs> Então, era assim, tudo, era era um momento que tudo era celebrado. Então, eu tenho, assim, grandes recordações do grupo. Tinha muitos alunos? muitos, muitos, ou era um grupo menor? alunos. Não, eram muitos alunos,

Tinha uma mescla de todos, árabes, tinha os judeus, era uma mescla, mas era um grupo grande, com vários alunos.

Então daí a gente mudou para lá para uma casa, que foi uma tortura, choramos demais. Nós fomos para lá, a rua não tinha asfalto, entendeu? A casa toda demolida. E a gente chorou assim demais porque era um outro mundo. Na vinte e cinco, a gente era a dona do pedaço, né Foi uma coisa assim, sofrida. E eu lembro que o papai dizia, não, mas a casa vai ficar bonita, nós vamos arrumar, vai ficar tudo. E lógico, depois de alguns meses, a gente já estava apaixonada, adaptada <laughs> E a sensação eram os aviões, ah... Em cima tinha um terraço e a gente nunca tinha visto avião tão de perto. Então, cada vez que a gente ouvia o primeiro barulho, que era só de tempo em tempo, né, o avi A gente subia direto, era como se passasse perto da gente, né, aham. E logo a gente foi se adaptando e fizemos grandes amigos e...

Fomos para lá estudar na escola estadual. que até hoje também tenho grandes amigos, fazemos festas cada dois anos, a gente faz festa, reúne o pessoal.
Vamos voltar um pouquinho, vamos, só só para entender direito.

Por que vocês foram para lá? Por que essa casa que você falou que é meio demolida, o quê que aconteceu?
Porque a gente morava em apartamento, aí nós já tínhamos, já tinha tido o quinto filho. Então, o meu pai teve a possibilidade de comprar essa casa, de vender o apartamento e ir para uma casa maior, com quintal, né, que nós ficaríamos mais acomodados. E a casa tinha sido, acho que era uma casa que tinha sido alugada, acho que durante muitos anos, ou quem morava, o proprietário não cuidava, então era uma casa que estava muito judiada. Muito judiado. Eu lembro que foi, assim, um bom tempo para gente morando lá e o papai fazendo a reforma da casa. E o que mais a gente estranhou é porque era assim, as ruas não tinham asfalto. Então, para nós, era o meio do mato. <laughs> Entendeu? Isso a gente estranhou demais. Tinha um bom quintal e tinha ãh o galinheiro, né, tinha uma horta. E depois tinha na lavanderia, eu com quatorze anos, com doze, treze anos, eu comecei a alfabetizar as empregadas da rua. Então, na lavanderia, minha mãe fez um tipo de uma escolinha, uma sala de aula, aham, e à noite eu ficava, todo o pessoal do bairro que trabalhava, à noite eles iam para casa, e paralelamente, tinha um salãozinho onde a minha irmã fez uma escolinha de criança, de pequenininho, de maternal. Mas nós éramos todas novinhas.
Adolescente, assim?
Adolescente. Era um outro mundo. Atrás de casa tem um grupo até hoje, um grupo escolar, e eu tinha quatorze anos e quando... o pessoal sabia que eu fazia aula de alfabetização. Então, o dia que faltava professor, eles iam lá em casa bater palma. Mas era assim, batia palma.

Daí eu ia, ficava fazendo desenho, palavra cruzada com a classe. Era a classe de quarenta alunos, vinte alunos, sei lá. E era uma coisa impressionante. Eu acabava, eu era menina, eu tinha quatorze anos, quinze anos. A diretora vinha e me pagava <laughs> Olha o seu dia, está pago, muito obrigado. E isso era uma coisa de constante, assim.
Olha só. Fala um pouquinho do seu pai. Ele é advogado.
Meu pai é advogado, muito intelectual, enganjado politicamente. Foi preso político em sessenta e quatro, meu pai. Então, quando nós mudamos para lá, a gente sentiu assim um pouco, porque na vinte e cinco a gente era dona do pedaço, conhecia todo mundo. Lá as pessoas já eram assim meio de nariz em pé, então a gente teve uma certa dificuldade. Pouca, porque os meus pais tinham sempre a casa aberta, uhum. Então, quando se dava festa em casa, convidava-se a rua inteira. E isso foi aproximando todo mundo, né? E logo a gente ficou com muitos amigos e...

Tive grandes mestres, grandes professores, amigos, e aí
E aí vocês começaram a se deslocar bastante da cidade, né?

O pessoal de lá é que vinha para casa, uhum, para visitar, para almoçar a gente, mas a gente já não... A única coisa que a gente ainda mantinha era ir no Mercadão. que isso já era tão hábito do papai e da mamãe de comprar as coisas lá. Então, isso a gente, durante muitos anos, ainda manteve. Mas o pessoal de lá que vinha mais visitar... No fim, eles acabaram sentindo muito mais a mudança da gente, né? E a gente, a turma da rua, era muito grande. Nós ganhamos o bicicleta, foi um presente maravilhoso.

Como é que era Moeba nessa época?
Você falou que a sua rua não era asfaltada, mas... Logo logo a asfaltaram a rua, era um lugar muito tranquilo, muito sossegado.

esperando a gente para a gente descer do bonde e... Era um bairro muito tranquilo, tinha muito europeu e casas grandes. Muita gente mora até hoje no bairro. Eu estou sempre lá tomando café num, tomando café no outro, na casa do outro. Muita gente da época dos meus pais que já são falecidos, mas muita gente da época dos meus pais ainda vive no bairro.

Não, não tinha. Depois, era bem residencial mesmo, bem residencial. Não tinha gente para... Eu lembro que era uma coisa... De vez em quando a gente comeu uma pizza, acho que era mil e sessenta no Braz, a cantina que tinha, mas não tinha nada por lá. Tinha o Vinduque, que era um bar antigo que até hoje tem, que hoje é um restaurante famoso, mas não tinha. Depois de muitos anos, que foi feito alguns anos, o Ibirapuera, o shopping, né? Ibirapuera. Mas não tinha, assim Era um bairro bem residencial mesmo.

Você falou que ela ia buscar vocês no ponto de ir embora. Era uma ca
Era uma casa festiva. A gente fez a admissão para entrar na escola estadual, você tinha que prestar esse exame, né? Minha irmã já tinha entrado, porque ela era um ano mais velha. Daí, eu tive que esperar, porque eu só tinha quatorze anos, tinha que ter quinze anos.

Do Levi, ãh não existia condução.

Mas, depois de algum tempo, é que surgiu um ônibus que saía praticamente do Indianópolis, vinha para o Moema e subia a Canário, que era praticamente só para os alunos do Levi, alunos e professores. Então, cada ponto ia descendo uma turminha, que era praticamente para os alunos do Levi, porque não tinha uma condução assim.

Então, a casa da minha mãe sempre tinha dez, doze pessoas para almoçar. Era uma mesona grande, com comida gostosa, feita com muito carinho, e sobremesa. E eu tive, assim, também primos que vieram de outros lugares, um de Ourinhos que morou em casa. Entendeu? Prima que veio também de sertãozinho para estudar e que morou. Então, sempre tinha um que morava seis meses, oito meses. Era uma casa, assim, sempre cheia de meninada. Meu pai era muito festeiro... Então, festinha de formatura. Sempre a minha casa estava à disposição. A gente podia usar, podia fazer as festas em casa. Então, era uma casa que sempre tinha muita gente. Minha avó não morava junto, mas ela sempre estava quando os meus pais viajavam. Ela ficava bastante tempo com a gente. Ou vinha passar uma temporada. Foi uma...uma avó presente na nossa vida.
Ela morava onde?

Ela passava essas temporadas.

Então, de vez em quando, ela ia para dar uma mão, principalmente em casa, porque era filha demais, né? Então, era muito filho, então ela vinha ajudar.
E como que era esse cotidiano, desde a sua casa, com esses primos, vocês acordavam que horas? Ah, a gente acor
A gente acordava seis horas da manhã, cinco filhos para tomar banho, você imagina, era rapidinho.

Porque nós éramos em cinco, mais o meu pai e minha mãe em sete. Para tomar banho, você tem que ser rápida mesmo. Tomar banho mesmo. Então, já o café da manhã era uma bagunça, era brigalhada . Eu já começava com briga, que era filho demais.

O almoço era uma coisa muito... porque a gente vinha no ônibus sabendo os dias que tinha comida, né? Na terça, na quinta era macarronada, na sexta era o peixe, porque era o dia da feira. Então tinha que... a gente sabia, a gente vinha no ônibus já comentando que o almoço era uma beleza. E de sobremesa sempre era arroz doce, doce de abóbora, entendeu? E sempre vinha algum algum vizinho para tomar um café e acabava comendo a sobremesa. Todo mundo ajudava, ajudava a lavar a louça, ajudava a tirar... Minha mãe sempre teve quem ajudasse, mas a gente sempre tinha que colaborar. A gente sempre tinha que ajudar.
Você teve só um irmão? Só um irmão. E tinha diferença nas tarefas dele para as tarefas das meninas? Ou ele era o príncipezinho?
Não, <laughs> ele foi muito principezinho. Ele foi bastante.

Mas ele foi príncipezinho, sim. Ele era o caçula, né? Ele teve Até hoje ele diz que ele teve cinco mães, né? Você tomavam conta dele? Ah, tomava Porque não tinha jeito. A mamãe dizia, pode sair para passear, pode sair para namorar, pode sair para ir no cinema, mas vai ter que... Cada uma tem uma tarefa. Uma cuidava, a outra fazia não sei o que. Então não tinha jeito. Tinha que cuidar, levar na escolinha, levar no parquinho. Então ele foi bem mimado mesmo. Foi bem mimado mesmo. Bastante. Então, a gente viveu assim muitas coisas assim Vivemos um período em que meu pai foi preso.

O papai sempre teve uma participação política, a gente também sempre teve. Sempre escreveu em jornal de escola, sempre participou de grêmio e... Na época que o papai foi preso, foi muito difícil porque ãh na própria rua a gente teve muito preconceito de pessoas que até deixaram de cumprimentar. Mas nós tínhamos uma formação, nós éramos muito firmes. Tivemos uma formação muito boa dos meus pais. E a gente levantava o nariz mesmo e saía. A gente era seguido, nós fomos seguidos. Íamos para a escola com gente atrás da gente, a gente sabia. Telefone grampeado.

Nós tínhamos uma professora muito da direita, muito reacionária, professora de francês.

Que eram presos políticos. Então, na minha classe mesmo, acho que nós éramos em nove. E a professora Carmen, durante acho que três, quatro aulas, ela entrava na classe e ela dizia, e eu quero que se retire. os filhos desses que estão presos, que não vale nada. Ela fazia um discurso, ela fazia. É mesmo? Ela chegou a fazer isso umas três vezes, até que minha mãe foi na escola. Você saiu da sala? Então, nós saímos, as três vezes nós saímos, até que a mamãe foi na escola. Foi na escola, disse que ia chamar jornal, ia chamar todo mundo, reuniu não sei o quê todo mundo, e daí Nunca mais ela pôde abrir a boca para falar nada. Mas a gente sofreu com essa professora e eu lembro que todos nós sofremos demais. Sofremos bastante mesmo.

E ela ridicularizava mesmo na sala de aula.

Então, nós não tivemos problema com com com com amigos, colegas. Tivemos mais com essa professora e mais uma ou outra, entendeu? E na rua, sim, que com alguns nós tivemos problemas, alguns vizinhos, mas que não nos afetaram, entendeu? Aham, a gente soube lidar bem com isso. E vivemos, né? Foi uma, um período difícil para todos nós.
E quanto tempo? Como você soube que seu pai foi? Quanto tempo ele ficou preso?
A gente soube porque o papai ligou, né? O papai ligou do escritório. Eu lembro até que eu atendia ainda brincando, que meu pai ligava quatro, cinco vezes para saber da gente, falava com todos os filhos. E e eu lembro que eu ainda fiquei brincando com ele e ele dizia, chama a mamãe porque eu preciso falar sério, mas eu achando que ele estava brincando. E daí foi que ele falou para mamãe que ele estava sendo preso. Então foi um período para gente muito difícil, muito complicado mesmo, porque alguns amigos do papai já tinham sido torturados, alguns morreram, alguns advogados, alguns acabaram com a cabeça da pessoa. Então foi um período difícil que a gente teve que enfrentar e que a gente acabou amadurecendo mais rápido, entendendo a vida melhor, Não ficamos, ninguém ficou com sequela, entendeu? De nada. Mas foi uma época difícil porque a gente era muito menina, né?
Eh, o que seu pai falava nesse período assim? Da ditadura. Ele falava com você?

A gente conversava bastante em casa. Meu pai era um homem politizado, então a gente conversava muito. A gente conversava muito sobre política, né... E...

Então, ele defendeu muitas pessoas. Então, até foi uma das razões de da prisão dele, né, ah... Até que depois foi foi feito o movimento de todo mundo

Ela dizia para o delegado, não adianta, porque eu não saio daqui. Eu vou começar a morar aqui com os meus cinco filhos. E foi uma luta mesmo, porque o medo da gente era esse, né? Quer dizer, tinha um período para te dar o papai, se eu não te dasse, a coisa podia piorar, escapar, né, das mãos, como aconteceu com muitas pessoas. E quanto tempo ele ficou preso? Então, você sabe que foram alguns meses, foram. Eu não sei, assim, ao certo. Até tentei falar com a minha irmã para saber que ela que tem a cabeça melhor, assim. Mas foram alguns alguns, alguns meses, é, alguns meses.
E como é que ficou o cotidiano da casa assim nesse período?
Ficou complicado. Ficou porque... A minha mãe tinha minha mãe era assim, tinha tudo muito sob controle, entendeu? Uhum. E foi muito difícil, porque passou a ser tudo controlado, né, o dinheiro, as coisas, a comida, todas as coisas. A minha mãe é ausente o dia inteiro, porque minha mãe ia mesmo, entendeu? Atrás de habeas corpus, atrás de ficar lá. para ter contato com meu pai, para não deixar que ele saísse de lá, entendeu? Porque o perigo era sair de lá, né? E daí não se sabia para onde tinha ido. E a gente era muito madura, então a gente começou a cuidar da casa, a gente que organizava, cuidava dos irmãos, entendeu? Um do outro e Mas foi difícil, foi um período difícil, sim. Foi bem difícil. E quando ele saiu? Ah, foi uma festa... <sighs> Foi uma festa muito, muito grande. Muito, muito, muito. Foi muito bom.
Quando vocês ficaram sabendo? ligou? Vocês estavam lá, no?
Então, não. Ele chegou mesmo em casa. Surp Ele chegou mesmo em casa, de surpresa, bem magro, abatido. Lógico, chorando muito, viu muita coisa. Mas foi assim foi um dia inesquecível foi Um dia inesquecível para a gente. E que acabou até firmando mais a gente, amadurecendo até as posições políticas de todos nós.
Que baca E ele conta alguma coisa desse período? Ele contou?
Ele contar contou muita coisa. Contou, bastante coisa. Mas como meu irmão vai vir dar o depoimento <laughs> eu pedi para ele que ele ficasse com essa parte, porque ele também faz política, então eu pedi para ele, ah, é? que ele ficasse com essa parte.
Ele é ativista político?
Meu irmão é e já se meteu em muita confusão já. Então eu falei para ele que ele fala mais dessa parte aí, quando ele vier.
E aí como é que foi a retomada da vida, assim?
A retomada da vida daí foi, isso foi em sessen. Sessenta e quatro. Ele continuou advogando? Continuou advogando, perdeu alguns empregos, porque ele era advogado também de sindicato, né? Aham. Ele perdeu, marceneiros, tecelões, ele perdeu o emprego, como todos eles, né?

e dos sindicatos acabaram ficando com um, dois sindicatos. Meu pai era advogado trabalhista, né.
Os sindicatos estavam alinhados com o governo? Não necessariamente.
Não, é porque foi feita uma caça mesmo, né, aos advogados, então muitos foram mesmo despedidos, tiveram que ser despedidos. Daí a vida foi retomando, a gente estudando, tendo mais participação até em coisa de jornal, em em grêmio. E a vida continuou. Eu me casei em setenta e um, acho que setenta e um, é, setenta e um eu me casei. Meus pais ainda viveram, nós fomos nos casando, o papai e a mamãe ainda viveram na casa, acho que até oiten Depois a casa ficou muito grande para eles, né? <laughs> Vai dando... a mamãe começou a ficar muito triste, muito triste, muito triste. E conversando acho que com um médico, alguém da família, não sei, que disseram que o ideal seria que eles mudassem mesmo para uma coisa menor, um bairro mais... com mais comércio, aham, para mamãe não se sentir tão sozinha. E realmente foi uma bênção, porque... A mamãe já tava numa depressão lá na casa. E meu pai resistiu muito, ele não queria mudar de lá. Lógico, tinha as plantas, tinha as árvores, era um lugar muito gostoso. Mas daí a gente pôs pé firme de mudar e realmente para minha mãe foi ótimo, porque ela acabou renascendo, aham.

Então, para ela, assim, foi muito bom ter ido para lá. A casa da minha mãe ainda existe. Uma das minhas irmãs ficou com a casa. Lógico que ela mudou hoje. É uma nova casa, mas ainda é a casa, entendeu?

Não, é a casa em na

Então, ela modificou a casa, mas eh eh cada vez que a gente entra lá, é essa coisa que você sabe que, né, a casa, é o lugar.
Então vamos falar um pouquinho da adolescência, antes de você conhecer seu marido, né? Aham. Os lugares que vocês começaram a sair à noite, como é que é essa saída da da adolescente para moça e começar a sair à noite, a paquerar, onde vocês iam?
Então, o papai era uma pessoa, assim, de cabeça muito aberta, a gente vivia em teatro, vivia em cinema, todas as coisas que existiam de arte, de exposição, nós estávamos sempre. Balé russo que vinha, os bailados que vinham de fora, a gente estava sempre. Mas o papai não era muito aberto para a gente sair à noite. <laughs> Tinha aquele horário. Tinha que estar em casa às nove horas. Então, não tinha gente. A gente ia às oito e às nove tinha que estar em casa. Quando era em casa, as festinhas podiam acontecer. Mas a gente não saía assim muito, não. Entendeu? A gente começou a sair assim, eu tenho a impressão, acho que com uns dezesseis, dezessete anos, mas assim, de ir no cinema à tarde, depois do almoço. E voltava. Ia no cinema, tomava um sorvete e a gente voltava. Não tinha essa coisa de sair. Era uma vez ou outra que tinha as festinhas de quinze anos, ou alguma festinha que a gente ia, mas também tinha horário. A gente tinha uma... era uma outra vida.

Era um apartamento pequenininho, que até hoje eu não entendo. Às vezes a gente reúne, conversa, como que minha mãe conseguia ficar num apartamento que praticamente era uma kitnet com cinco filhos. As feiras inteiras, inteirinha toda, a féria inteira. E a gente ia, a gente passava dois meses lá <laughs> Era um era um lugar que cabia o fogão, entendeu? E tinha a sala, tinha o quarto e não tinha mais nada. E ali ela lavava, ela passava, ela cozinhava. Ela ia para praia com todos nós. Então a gente pensa, a gente diz, gente, não é possível. Como que era possível tudo aquilo? Então a gente tinha uma vida mais assim, entendeu? Aham. Depois, quando... Não me lembro por que que... que... Não, antes do antes do antes do eh antes do apartamento, acho que foi antes, deixa eu pensar aqui. A gente teve um sitiozinho, uma uma uma uma casinha, uma casa de camping em Diadema, que era mato, mato puro aham. Então, todo final de semana, a gente ia. Então, não fazia muita falta essa coisa de... sair, aham.

E não era também como hoje, que sai. Era uma coisa mais light, entendeu? Então a gente tinha esse sitiozinho que a gente ia mesmo, plantava, entendeu? E andava descalço, isso era a vida da gente, era isso.

Já era curtida a viagem, porque demorava uma semana para poder fazer mala de cinco filhos <laughs> Meu pai tinha um desses Ford grandões. Então, uma semana antes, já tinha que organizar a mala de todo mundo para caber dentro do carro. Então, a viagem era tão longa que a mamãe fazia o lanche, entendeu? Para gente, num determinado ponto, a gente parava, tomava o lanche e seguia, porque era uma viagem muito longa até São Vicente. Era uma coisa muito... Hoje a gente dá risada com isso. Então, a gente tinha muito essa vivência com os meus pais, né? Aham. E assim e assim mesmo, a gente sempre levava uma ou duas amigas para o apartamento. Para o minúsculo apartamento, a gente ainda levava. Foi uma época muito boa essa de São Vicente.
Como você se organizava para dor?
Você falou que era um quarto só, você dormia na sala... Então, eu lembro que era assim, tinha um sofá-cama que era enorme, era aquela coisa gigante que nunca mais eu vi, esse tipo de sofá-cama, que você abria, cabiam seis ali <laughs> Então, o papai, a mamãe e meu pai vinham de final de semana e dormia o meu irmão no quarto deles. E nós dormíamos no sofá. Nós dormíamos as quatro, porque era uma coisa muito grande, que você abria aquele monstro <laughs> então a gente montava a cama ali e a gente dormia ali. Era no primeiro andar, então de vez em quando os meninos vinham fazer serenata para gente, ah, que lindo! Quando a gente tinha já uns quatorze, quinze anos, a meninada vinha fazer serenata lá, os meninos amigos da gente. Mas era até hoje eu não sei como que minha mãe dava conta de... fritar peixe, fazer comida, porque comia direitinho, não tinha essa coisa de lanche como é hoje. Você toma um lanche e tá... era comida mesmo, né? O papai vinha em final de semana, e eu lembro, assim, da minha mãe, uma época que a gente pegou, assim, acho que foram, assim, quinze dias de chuva, chuva, chuva, chuva. Imagina, apartamento minúsculo, <laughs> lá embaixo era um lugar pequenininho, que juntava toda a meninada, mais brigava do que brincava, Roupa não secava nada e eu lembro da minha mãe abrindo o lençol, colocando toda a roupa dentro, fazendo nó, entendeu? Chamou. Naquela época, acho que era Zé Firo, o carro que fazia o táxi. Ligou para o papai e disse, estou indo embora com todo mundo porque eu não fico mais aqui <laughs>

Não tinha condições de ficar.
Eu não tinha. A chuva assim foi acho que quinze, vinte dias de chuva. Agora me vê, falei do táxi. Quando a gente estudou no grupo escolar, nós fazíamos o municipal. Eu e a minha irmã. O balé. O balé ali no viaduto, ah, é? Que também a gente ia a pé. Era uma boa caminhada. A mamãe ia com a gente, nós íamos. E depois, na volta, a gente tomava lotação. que acho que vocês não conheceram, a lotação. O que que é a lotação?

Então, quem fosse para esses lugares, você ia entrando e você pagava por pessoa, vamos dizer, devia ser, que eu lembro que era uma coisa muito barata que todo mundo usava. devia ser uma coisa assim de dois, três reais por pessoa, aham. Você ia sentada, daí você dizia, olha, naquela esquina eu vou descer. Daí ele encostava o carro e as pessoas desciam. Então, essa volta a gente voltava de lotação.

Então, os meus pais sempre foram muito ligados à arte, a balé, essas coisas. E tinha o exame, né, que você tinha que fazer. Era uma coisa muito concorrida, aham.

Logo no primeiro exame a gente passou.

Quando a gente mudou, a gente ainda chegou a fazer, mas daí ficava muito longe e nós pedíamos ao papai que a gente não queria continuar.
E quem foi essa professora? Você lembra?

E lembro muito de uma pessoa que ia fazer aula e que é uma figura que eu não esqueço, que era linda, feminina, que era a Eva Wilma. É mesmo? Ela ia fazer aula de balé, acho que ela era um adiantado, já tinha feito todo, ela ia ter essas aulas avulsas. E ela era assim, muito linda, uma figura que eu não esqueço, é a Eva Wilma. muito linda, muito feminina, super bem arrumada. Lembro muito dela. E uma dos professores, um foi o professor Leão, que era famoso também, sim. Como que era o primeiro nome? Eu não lembro.

Primeiro que você tinha que saber ãh ler partitura. Era um absurdo. Imagina, hoje não existe mais isso <laughs> Imagina, era um absurdo. E eles eram bravos, porque você tinha que fazer a leitura. Eu lembro que eu nunca aprendi aquilo lá. Tinha uma menina que me soprava. Então, eles eram muito rígidos. Usava aquelas varinhas, entendeu? Era uma aula bem rígida mesmo. Não vou dizer que era uma coisa deliciosa, não, mas a gente gostava. A gente tinha aquele sonho de... Não sei se a gente assistia todos os bailados, então a gente achava que a gente ia mesmo. Era uma coisa que fazia parte do sonho da gente de um dia ser. Mas eram aulas rígidas, não eram aulas assim... gostosas, não. Eram aulas bem rígidas mesmo, que não podia conversar, não podia falar, entendeu? O uniforme tinha que estar impecável. Era todo preto e, se não me engano, é que cada classe... Eu tenho as fotografias, depois eu passo para a Isabela, aham, aham. Acho que, se não me engano, mudava o cintinho de elástico, eu acho, conforme a cor. A cor! Que
Conforme a cor E desses espetáculos que vocês assistiram? As aulas da dez costas, você falou que eram muito pesadas e difíceis. Era com piano?
Você lembra disso? Era com piano. Tinha um senhorzinho que tocava e tinha uma senhora também. Eles revezavam cada aula, cada vez era um que tocava. Era com piano, ao vivo, era. As salas eram enormes, eram bem grandes as salas. E eu lembro que tinha alguma coisa do lanche que a gente levava e que eu lembro que tinha as crianças muito pobres e que eu lembro da mamãe que ela sempre arrumava dois, três lanches a mais para as crianças, que tinha muita criança muito pobre e que a mamãe levava. Isso eu lembro direito, bem disso daí. Que tinha um lugar onde a gente parava a aula e tomava lanche E eu lembro disso, que a mamãe sempre levava dois, três lanches a mais, aham.
E você falou que vocês tinham um sonho de um dia ser bailarinas, porque vocês assistiam muito, né? Muito, muito, muito. O que vocês assistiam?
Eu lembro que Balé russo... Todos os balés russos, mas todos os balés russos que vieram, nós assistimos assim todos. Todas as peças de teatro que tinham, nós assistimos. Os meus pais levavam a gente. Então, nós vivemos muito isso daí. balé no municipal, entendeu? as peças de teatro, filme. Eu lembro como se fosse hoje eu assistindo Vidas Secas com meu pai. A Volta ao Mundo, oitenta Dias. Eu lembro como se fosse hoje a gente no cinema assistindo, entendeu? então era Era muito presente isso. Exposição também, entendeu? Isso era tudo muito presente em casa. Nós vivenciamos muito tudo isso, aham.
Tinha algum balé que você gostava mais, assim O bolchói, né?

Que era maravilhoso. Mas alguma peça específica?
Não lembro, assim. Eu lembro, assim, que tinha um amigo do papai, que acho que tinha feito algum trabalho para o Bolshoi, e que conseguiu que a gente fosse, ela chamava a Raissa, olhar... A principal, e que a gente fosse no camarim conhecer. E eu tenho uma boneca russa que ela me deu até hoje. É mesmo? Uma bonequinha russa mesmo. Até tenho conservo na caixa mesmo e E lembro uma coisa curiosa, porque o papai saía do serviço e marcava com a mamãe num municipal. E eu lembro de algumas vezes alguém de dentro do municipal passando a gravata para o papai, porque você só entrava se você tivesse de gravata. E o papai sem gravata, então alguém lá de dentro, que a gente nem conhecia, a mamãe pedia gravata, a gente passava para o papai e o papai punha a gravata para poder entrar <laughs>
Era engraçado <laughs> Isso é uma prática também, devia ser, né? De muitas pessoas.
Ah, de muitas pessoas, porque...

Então, ele passava a semana inteira, pelo amor de Deus, vocês têm que ir, eu compro bala, eu compro chocolate, um de vocês tem que ir, porque ele adorava, era o mundo dele. Ele era adulto. Era o mundo dele. Era ir Eu lembro que era a sessão de manhã, às dez horas da manhã, hum. E eu sempre que acabava indo com ele. Então, ele passava a semana inteira pedindo, pelo amor de Deus, que alguém tinha que ir com ele, que ia passar a Tom e Jerry, ia passar não sei o quê, e que ele não queria perder. Mas só entrava se estivesse com criança, senão não entrava. Se fosse acompanhante, né? É, se fosse acompanhante, senão não entrava.
E que cinemas ali vocês frequentavam? Você lembra de nomes de alguns?
Não lembro. Na São João tinha um que era bem famoso, mas não lembro o nome.

Ali, acho que tinha o Cinema Grande. Então, nós tivemos uma vida muito de de livraria, desses tipos de eventos todos, de muita participação disso, da vida cultural. Bibi Ferreira.

Eu lembro também da gente indo... Todas as peças do Paulo Otran. Inclusive, Édipo Rei. Eu lembro que, quando acabou a peça, ele se referiu.

Depois a gente foi para o camarim. Então, todas essas peças, a gente...

Gente, ali era rodeada. Na esquina de casa, tem a Praça Grande, que morava a Relia. Morou a vida inteira lá.
Para quem é mais novo, vamos vamos caracterizar. Quem é a Relia? <laughs> é eu acho que
Para mim, foi o palhaço mais famoso. E acho que era ele, o Piolín, tinha mais alguns, mas ele era assim porque ele tinha o Cirquinho da Arrelia que passava no domingo. Ah... Acho que era domingo. Acho que todas as famílias que hoje provavelmente assistem esses programas aí, assistiam o Arrelia, o cirquinho da Arrelia. Então, a Relia era famosíssima, era uma pessoa querida do bairro. Ele tinha um horário que ele saía, tarde, e era uma coisa que a gente juntava dos dois lados, e ele passava e a gente gritava, o palhaço, o palhaço, o palhaço. A rua inteira, ele ia atravessando a rua e a meninada gritando, <laughs> olha o palhaço, olha o palhaço.

O Hervé Cordovil, que foi o maestro, entendeu? Ah... Que tem músicas lindas, lindas, lindas. E uma das músicas famosas dele é com o... O sanfoneiro, como é que chama? Luiz Gonzaga? O Luiz Gonzaga. e tem músicas lindas. Então, o Hervé era uma foi pai do Rony Corde. Para quem não conhece, o Rony Corde foi da Jovem Guarda e cantou a música que era Ana Maria, o Biquíni de Bolinha Amarelinha, e outras músicas, a Rua Augusta. O Rony Corde, nessa época, já cantava, era um sucesso, era um rapaz lindo. Então era uma casa muito, sempre cheia de gente, uhum.

era um compositor famoso, com piano. Então ali sempre tinha gente, esses cantores, entendeu?

Cordovil. Então a casa do Hervé Cordovil sempre tinha ãh alguém tocando piano, alguém cantando, né. Na Rua de Baixo, depois de um tempo, morou a Elsa Soares e o Garrincha. com todos os filhos, ah, é?

Então eram aqueles sacos enormes de comida.

Então, era uma rua, era um bairro assim que de muita, muita gente de de da televisão

Então, era um bairro e tinha aquelas gincanas da Record. que a gente participava. Então, como a gente conhecia toda essa turma, sempre precisava de autógrafo ou de fotografia com algum famoso. Então, a gente estava sempre ganhando pontos porque a gente conhecia toda essa turma. Então, era um bairro muito alegre, era um bairro A família do Hervé Cordoviu, eles eram todos os meninos musicais demais, todos tocavam e cantavam. Então, qualquer festa, eles sempre eram convidados. A irmã deles, que foi...

Não se sabe por quê, porque ela fez muito sucesso, a Regininha. Foi a primeira criança a gravar, entendeu? A ser, assim, prodígio de cantar mesmo, aham. Então, era uma casa, assim, muito alegre, que todo mundo, quando fazia alguma festa, eles sempre estavam presentes, né? A dona Deice, que a viu, quando viu, vive até hoje, está viva, né?

Então, era um bairro, assim, muito alegre, entendeu?

Ela usava um lenço amarrado... Se não me engano, ela saiu de lá, acho que quando o filho dela teve um filho que morreu, não sei se foi de moto, algum desastre, aham, que daí foi quando ela saiu de lá do bar. Então, era um bairro assim muito alegre. A gente fechava a rua. Umas quatro horas, bom, primeiro que carro não tinha, bastava um ou outro, mas praticamente depois das quatro horas a rua ficava fechada porque todos os dias a gente brincava, geralmente até umas sete horas. Então era perna de pau, barra manteiga, amarelinha, era direto, direto, direto aquela meninada da rua. Só na nossa quadra, nós éramos cinco, do outro lado era uma família que tinha cinco filhos <laughs> Um pouco para frente, ela tinha seis filhos. Então, só no nosso pedaço, devia ter trinta crianças no nosso quarteirão, nossa Todo mundo da mesma faixa. Então, aquilo era uma bagunça. Era direto ali. De brincadeira. Tinha a patinação no gelo, na recorda. E a gente também, uma vez por semana, juntava todo mundo. E a gente ia, um cuidando do outro, para patinar lá no gelo.
E onde que era a patinação?

Bem ali, perti

Ah, tá.
Era ali que era a Record.
Aí vocês iam até ali para fazer aí nó?
Aí nós íamos para fazer a patinação. Acho que uma vez por semana que, a gente pegava a mesada. Não era uma coisa barata, então não era uma coisa que dava para fazer toda hora <laughs>

Então ele ensinava todo mundo a patinar. A minha frustração foi perna de pau, porque eu nunca conseguia andar em perna de pau. E a rua inteira andava de perna de pau <laughs> e eu não conseguia andar a perna de pau. E eu fui uma grande frustração na minha vida. Mas a gente fazia piquenique. Todo mundo juntava as coisas. Era piquenique mesmo, com toalha, com as coisas todas.
E aonde eram os piqueniques?

A gente atravessava, porque do lado do lado de cá também tinha mato. Era mato só com mamona, porque a gente fazia guerra de mamona, né? <laughs> E do lado de lá também era mato. Mas não era uma coisa perigosa. Não tinha perigo nenhum. Não tinha perigo nenhum. Não tinha.
E ia só a criançada?
Ia só a criançada. Só a criançada. As mães diziam assim que às tantas horas a gente tinha que estar. Isso era sagrado mesmo. Mas era só a criançada que ia. só a criançada, não ia adulto. Não tinha esse perigo, não tinha essa coisa de tomar conta, de mexer, não tinha perigo, entendeu? Eu não lembro nunca de ter havido algum assalto, algum... algum problema. Nunca nós tivemos nada disso. As casas ficavam abertas, a porta aberta, entendeu? Vinha o vizinho, dizia oi e já ia entrando. Não tinha esse perigo de se andar na rua, de de mexer, sei lá, não tinha. Essa coisa.
É bem diferente. E e E uma dessas transformações do bairro foi a construção do shopping, você está falando?
Foi a construção do shopping que daí começou já a movimentar. Nessa época já tinha muita gente com carro, né? Apesar que esse pedaço da nossa rua, são quatro ruas, né? Essas continuam ainda, e lá é só residencial.

Já tem bastante comércio, já. É Tem bastante comércio, que é a rua que sai no shopping, né? Já é bastante comércio. Daí começou a movimentar mesmo ali.
Isso é que é a época, mais ou menos.

O shopping, acho que tem trinta anos. Acho que é isso, né? Acho que tem trinta anos.

E você falou que casou em... Eu casei em setenta e um, acho que foi em setenta e um.
E como você conheceu seu marido?
Então, ele é... a gente andava de bicicleta e nós íamos até a Vila Nova Conceição. A gente tinha uma turma, né? <hesitation> Pelo meio do caminho ia se juntando, <laughs> os amigos. Então, a gente se conhecia acho que com doze ele era amigo mesmo meu e a gente acabou casando não deu certo o casamento depois de alguns anos <laughs> com muita gente da minha turma não deu certo o casamento da minha idade e porque na época a gente para gente casamento eram era era você se tornar independente de pai e mãe né? Aham. Então você achava que era a grande salvação né? Mas você saía das garras de um <laughs> e caía nas garras do outro, <laughs> né? Então, da... muita gente da minha época se separou, né? Muita gente.
Mas como como que ele chama?

E você casou, teve filhos?
Como é que... Tive, casei, tive três filhos.

Então, não.

Era como se eu tivesse mudado para, sei lá, para Fernanda de Noronha. Imagina, <laughs> eu nunca tinha saído. Para mim era um outro lugar. Eu chorava, ligava para minha mãe e dizia, mãe, isso aqui é horroroso, só tem subida e desci <laughs> Eu dizia, eu não quero ficar aqui. Eu chorava assim, todo dia eu chorava. Até que meu sogro falou, não, essa menina vai ficar doente, ela só chora, só chora.

Aí ficou mais perto?
Ficou mais perto, ah, daí ficou super perto e...

Porque eu ia praticamente todo dia para minha mãe,

até que depois morei no meu canto. Mas eu tive três filhos meninos que curtiram muito a casa da minha mãe ainda. As festinhas deles de primeiro, dois, três anos, era tudo na casa da minha mãe, que tinha um quintal gostoso, né? né E... O quê mais?

Porque hoje é um bairro bastante

Mas a gente, ninguém, entendeu? Eu tenho contato até hoje com algumas pessoas que eram de lá, Amigas, conhecidos.

Era um lugar muito simples, de pessoas que moravam lá há muitos anos, entendeu? que nem conseguiram fazer dinheiro, porque acabaram vendendo a casa antes de virar esse boom, entendeu, aham. Então, era um bairro que não se imaginou que fosse virar isso daí. Os meus filhos hoje, eles passam lá de vez em quando e dizem, bom, a gente foi dono dessa praça aqui, todo mundo tem que obedecer a gente, porque a gente foi dono desse pedaço aqui <laughs> E era mesmo, era o mundinho da gente, porque eram as pessoas antigas do bairro, né? Até tinham muito feirante, que lá tem uma feira famosa, que eles tinham as casas ali, moravam ali, né? Eram casas simples, moravam ali.

que também não é longe ali, né, daquele pedaço de moída. Para nós a gente vinha de bicicleta, não tinha esse movimento, não tinha muito assalto, então era rapidinho, a gente zanzava de um lado para o outro.

que a rainha veio visitar, né? ãh E a gente lembra que hoje são cinco prédios e tem um pedaço que ficou da prefeitura, que os prédios mantém. E... então era uma coisa enorme, que pegava eucalipto, assim, acho que uns dois quarteirões. E quando a rainha veio, a gente... A Elisabeth? é, a gente É, a gente foi ver, porque tinha o dia marcado, a hora marcada que ela ia,

Era um laboratório. Depois eles saíram de lá e foram para o interior, mas era uma coisa enorme.

Então, e a meninada toda do bairro foi, né? Porque ali... Era assim, antigamente alguém casava, todo mundo ia ver, entendeu? <laughs>

Ficava todo mundo na praça ali para ver a noival, ali e ... Então, era qualquer coisa que tinha assim de diferente, o dia que o bonde se despediu,

ali na Eucalipto.

Foi a última, pelo menos daquele pedaço, foi a última viagem que fez que daí acabou o bonde, ali naquele pedaço não tinha mais. Ah, tá.

Não tinha mais.
Você lembra que ano foi isso? Mais ou menos.

tranquilo. Porque eu lembro que eu faço uma referência que foi a última vez que o bonde passou. Eu até tenho a data, no que eu escrevi eu pus a data.

Dos meus filhos? é É, como que eles chamam, como é que foi?
Então, você imagina, os meus filhos nasceram nove de julho. Então era assim, você ia, entendeu?

E daí você põe o dinheiro no bolso, você tirava e você pagava. E isso era possível para todas as pessoas. Era uma coisa possível de você fazer, não tinha ainda essa coisa de convênio médico. Entendi. Não existia isso.
Mas também não era nada exorbitante, assim?
Não, não era uma coisa exorbitante. Não era uma coisa exorbitante.

O médico cobrava tanto, o anestesista tanto, e ali o hospital era tanto. Era uma coisa que era possível. Era uma coisa possível, gente. É muito louco isso, aham. Como era quando as pessoas compravam um carro. Era uma coisa que era possível você. Tanto que você te dava o dinheiro do bolso para você pagar um carro. que era uma coisa possível você comprar, de esforço, ninguém era rico, lá em casa ninguém era, entendeu? Nós tínhamos uma vida de gente que trabalhava, que lutava, mas que era possível a gente ter as coisas. Então eu lembro, é uma coisa muito marcante esse negócio, que não existia essa coisa de convênio médico, entendeu? aham

Eu acho. Vocês deram muito trabalho. Com a falta de homem hoje em dia, <laughs> eu tinha que ganhar algum extra, eu acho que eu tinha que ganhar algum extra.

E como que era a convivência dos três? Escadinha?

Imagine Era coisa de pegar fogo ali. eram terríveis.

Eu tinha uma amiga que tinha uma boutique do grudado em casa, que tinha...

A vizinha tocava sempre, olha, não é por nada, mas tem um que está <coughs> em cima do muro, do muro lá de trás. Eles eram bem levados, eram três da mesma idade, eles eram bem levados. E tinha uma turminha no bairro, assim, também da idade, né? Que eram... juntava a turminha, não era fácil, não <laughs> Não era fácil. Mas viveram, assim, ainda aproveitaram a rua muito, muito, muito, entendeu? De bicicleta, de brincar na rua. Pegaram isso.

Coisa que meu neto já não tem isso. Meu neto tem dez anos.

Pedia para alguém, alguém atravessava e não tinha perigo nenhum.
E eles estudaram onde?

E eu fui, quando eu pus os meninos na escola, eu fui fazer estágio em várias escolas.

Conhecer. Conhecer, que eu queria.

Fui em várias escolas. E o pediatra dos meninos, que sempre foi guru nosso até hoje, eu ligo para ele para tudo que eu preciso, os meninos também. Eu liguei e ele falou, olha, tem uma prima minha que tá fazendo uma escola, elas têm a cabeça boa, saíram do Bandeirantes.

Houve uma época que eu trabalhei, ãh, foi criado, que era uma escola muito pequenininha, e a maioria das mães trabalhavam fora, foi criado o período integral. Então, eu trabalhei nesse período integral. Eles faziam lição de casa na escola, iam para o hobby, foi feito um convênio com o hobby para fazer aula de futebol. Então, essa atividade da tarde, Desde a comida, assim, as brincadeiras, eu participei, eu trabalhei nesse período na escola. E hoje é uma das maiores escolas.

É uma escola enorme, que para você entrar lá precisa não sei o quê. Vivem me ligando, aí, pelo amor de Deus, dá o teu nome, que eu preciso ter referência. Que é uma escola que ficou difícil... De ingressar. De ingressar. Ficou uma escola muito boa, entendeu? Os meninos estudaram o tempo todo lá. Hoje virou um escolão, né? Uma coisa enorme. Mas era uma escola pequena, que os pais davam palpite, entendeu? Era uma escola, assim, muito... Um bom período foi uma escola bem pequenininha, aham, foi.

Como é que foi isso? Então
Não, olha, eu quando casei, eu tinha feito... Eu tinha passado para o vestibular. E na minha época era assim, não tinha... Você casava sempre, os caras eram todos quadrados, você não tinha muita liberdade. <laughs>

Então, era na Brigadeiro. E eu fui trabalhar na cê cá pê, acho que eu fiquei uns dois anos debaixo, assim, de brigas e brigas e brigas, na época que eu já estava para casar, porque era um absurdo. Imagina trabalhar, que coisa, entendeu? Precisava. Aquelas coisas. E eu parei de trabalhar, tive os meninos.

Eu tentei várias vezes, tentei voltar para a faculdade, prestei exame, entendeu? Passei, mas não consegui frequentar porque ele era contra, achava um absurdo. Então, eu desisti. Eu só fui voltar a trabalhar quando eu me separei, que daí eu fui para o Procon, ah...
Fui trabalhar no Procon.
Quanto tempo você ficou casada, mais ou menos?
Eu fiquei casada, acho que deu, deixa eu ver. Acho que quatorze anos, treze anos. quatorze, é. E aí você foi trabalhar no? Não.

Era uma escola, uma escola antiga ali da da... Como é que chama ali?

E eu tinha que começar começar por algum lugar, entendeu? E eu li no jornal que o Santa Maria estava precisando de biblioteconomia, uma bibliotecária à noite. E eu fui, cheguei lá, tinham trinta meninas que estavam fazendo, trinta formadas em biblioteconomia, só eu que não era formada. E daí fiz a entrevista e eu falei, olha, não trabalhei, entendeu? Escrevo. Meu pai tem uma biblioteca do tamanho dessa casa aqui <laughs> Entendeu? Conheço tudo de livros. E eu tenho uma vantagem sobre todas as meninas que estão aí. Ela me disse, então me diz qual é a vantagem. Eu falei, eu tenho vivência que nenhuma tem. Ela falou, então o emprego é seu, <laughs> é mesmo? E daí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava das seis às onze horas da noite. E foi um trabalho muito legal, porque era com o pessoal da alfabetização, ãh, então você, quer dizer Você indicava os livros e tinha a parte dos filmes também. Uma vez por semana a gente passava o filme. Dava uma pesquisada. O que que estava O filme bom, o filme que daria para eles entenderem. Então, foi um período assim muito legal.
E como você fez para articular com os teus filhos?
Foi, porque foi uma guerra, porque, lógico... Você estava recém separada... Eu estava separada, ainda brigando judicialmente, porque ele não aceitava separação, então foi uma briga ferrenha. E eu não tinha muito. Eu tinha Eu fiz amizade com a minha vizinha, que tinha dois filhos, e eu dizia para ela, você vai em casa duas, três vezes e eu te ligo para ver se está tudo bem. Porque eu saía e os meninos já iam deitar. às seis horas, ah... Eu dava o lanche para eles, eles subiam e eles logo dormiam, porque eles acordavam cedo para estudar. E ela via duas, três vezes, ela via para mim e os meninos. Eu ligava, ela dizia, está tudo bem, entendeu? Eu chegava em casa umas onze e meia, eu chegava. E daí, quando eu tive a oportunidade, depois acho que de dois anos, de ir para Procon.

E daí eu tive a oportunidade de ir para o Procon E fiquei alguns anos no Procon, eu fiquei.
Estava começando o serviço do Procon?
Estava começando.

E daí logo teve essa oportunidade que ela me conhecia e eu fui fui para lá. Passei por vários setores, técnicos, vários... Todo tipo de serviço eu fiz lá dentro.

E essa época foi uma época muito difícil, porque eu tive, porque a minha briga com o meu ex-marido foi ferrenha. Então, a minha, a pensão que caberia, eu não quis nada para mim, entendeu? aham. Achava absurdo uma mulher ter que receber dinheiro, eu não quis, mas eu queria aquilo que era justo para os meus meninos. E lógico que eu perdi o meu processo, entendeu? e...

A noite de dia dava conta, ainda dava conta de tudo e daí eu pensei assim muito, muito, muito, muito, muito e daí eu resolvi chamar meu ex-marido e dizer, já que você conseguiu Entendeu? Provar ene coisas, que você era um simples funcionário e que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, nós não vamos mudar o jogo. Você vai ficar com os meninos e eu vou ter os meninos <laughs> Eu lembro que foi uma revolução, menina, foi uma revolução com todo mundo. Uns diziam que eu era louco, os outros diziam que eu não era louco e e e eu lembro que eu cheguei aí no Fui conversar com o Flávio de Kovács na época, conversei com algumas pessoas porque eu queria saber se eu estava louca ou se eu não estava louca, porque naquela época isso não acontecia. Era muito diferente. Era muito diferente. E eu me lembro até que o juiz da separação, A gente teve que fazer a coisa da guarda, tudo, das crianças, e ele falou para mim, eu espero que daqui para frente muitas mães tenham o coragem que você está tendo, olha... que só assim que o jogo vai começar a mudar. E daí ele ficou desesperado, eu falei, não, agora eu quero o bem bom sábado e domingo para mim, eu falei, porque daí eu vou trabalhar, eu vou poder levar os meninos para passear, eu vou poder, sabe, estar com eles com a cabeça legal, ãh, e não como está sendo. E os meninos, eu nunca escondi nada e a gente conversou muito, entendeu? Isso, lógico, foi sofrido para eles, foi sofrido para mim, entendeu?

Ficava com eles até a aula começar. Depois, eu conseguia na hora do almoço ir correndo, tinha... Eles foram morar... Ele voltou a morar com a mãe, né? Então, os meninos moravam com a avó e o pai. Na Lorena tinha uma casa de suco, na hora do almoço eu ia para casa de suco, eles levavam a lição de casa. Enquanto a gente tomava um suco, eu fazia a lição de casa com eles Que eram os momentos que eu podia estar, tudo que eu pude estar, aham, com eles, eu tentava estar, entendeu? Foi sofrido sempre a gente, mas eu achava assim, que eu tinha aberto mão da vida boa que eu tinha, Eu, mas os meninos não tinham feito essa opção, aham, entendeu? aham Então, que eles tinham que continuar, sim, a ter a vida que eles tinham, na escola boa, com a escola de inglês boa, com o futebol que eles tinham, entendeu? Com as regalias que eles tinham, porque eu é que tinha aberto mão de tudo isso, entendi, não os meninos. E eles compreenderam. Eles compreenderam e a gente foi sofrido para todo mundo, entendeu? E depois, quando eles começaram a trabalhar, daí eles começaram a vir.

Não, agora a gente está trabalhando, mas então agora a gente vai vir. Entendeu? Então, foi uma coisa sofrida, lógico. Que eles tiveram sim, uma parte deles, eu acho que foi complicado isso. Mas que a gente sobreviveu. E que eu acho que foi a melhor maneira de ter sobrevivido. Porque eu acho que senão a coisa tinha ficado feia. Porque eu não estava dando conta. Temos financeiros, a logística toda... Nada, nada, nada. É tudo, imagina. Eu vivia nervosa, irritada, cansada. Então, foi uma história diferente, né? Que até hoje eu não conheço ninguém, que eu conheci ninguém. Às vezes eu conto para as pessoas, as pessoas ainda ficam assim. Eu falei, bom, foi a melhor maneira que eu achei, entendeu de deles Porque eu sabia que os meninos que andam comigo, ele falou para mim. Tudo que eu puder fazer para ficar difícil, vai ficar. Então, ele primeiro, ele cortou o futebol, depois ele cortou o inglês, os meninos, entendeu? No fim, os meninos que eram penalizados É, e eu dizia, não, os meninos vão pagar uma coisa que eu quis, aham. Então, eu não acho justo.
E aí, eles foram morar com o pai? Com o pai e a avó. E a avó. E aí, voltou o futebol, o inglês?
Ah, sim, daí eles tinham. Viajavam, faziam passeios maravilhosos, viajavam sempre para lugares lindos. Voltou a ter a vida que eles tinham antes, entendi E que eu achava que eu não podia, eu não tinha esse direito de optar por eles. O dia que eles quisessem, entendeu, voltar e abrir mão ou brigar com o pai ou alguma coisa, que daí ia ser uma coisa deles.
Aham, bem diferente mesmo. E qual foi a retaguarda que teu pai e tua mãe te deram?
Me deram, me deram a retaguarda. Meu pai alugou a casa que eu morei com os meninos durante muito tempo até as coisas melhorarem, entendeu? Sempre, com mercado, entendeu? Mesmo os irmãos sempre ali me dando retaguarda no que eu precisasse de ajudar com as crianças. Tive bastante retaguarda.
E nesse meio tempo você trabalhava no Procon?
trabalhei no Procon. Quanto tempo você ficou no Procon? Então eu fiquei no Procon, acho que deu quinze anos, nossa, quatorze anos, uma coisa assim eu fiquei. Depois a gente foi mandado embora, teve uma mudança de diretoria grande, que era um pessoal que queria aquilo lá.

Mas eu fiquei bastante tempo. Foi um período interessante. Meu irmão também trabalhou lá, então a gente trabalhou assim. Foi um período muito bom muito bom, que fizemos muita coisa. Criou-se muita coisa no Procon. Depois, quando eu fui mandada embora, É difícil, né? É, depois dos quarenta e poucos anos, é difícil, é muito difícil você e eu Porque eu tive uma vida interrompida, vocês não, porque vocês já vieram contra a cabeça, as minhas noras sempre trabalharam, espero que nunca deixem de trabalhar, aham, mas na minha geração, muitas tiveram, né, é, essa coisa que parou no tempo. Tentei algumas coisas, não consegui e eu disse, bom... Minha mãe foi uma pessoa que fazia de tudo. Ela desenhava, ela bordava, ela costurava. Minha mãe era, assim, uma artista que, se tivesse sido encaminhada, ela teria sido. Porque ela fazia de tudo. Ela fazia Ela olhava para você e ela desenhava aquilo e fazia, e você nem experimentava que aquilo... E daí eu falei, bom, o que eu sei fazer que eu faço desde menina é bordar, costurar, fazer tricô, crochê, que eu sempre fiz. E eu falei, eu vou meter as caras, abri minha máquina de costura e comecei sozinha a tentar fazer o patchwork. E daí eu comecei a fazer e faço isso daí, trabalho com isso daí e com tudo que aparece. Se alguém precisa de alguma coisa, vou fazer uma festa, organizar, não sei o que lá. Eu tenho uma amiga que que é diretora de um clube de campo em Valinhos, então quando tem festa ela sempre precisa de mais gente. Tudo que aparece, eu faço.
Entendeu? Aham. Mas por que você escolheu o patchwork assim para trabalhar?
Porque eu sempre mexi com costura, com coisa. E o patchwork é lindo, né? <laughs> É muito lindo o patchwork. E eu comecei porque eu queria fazer uma colcha.

E dessa coxa ficou linda, entendeu? Que é a mesma coxa, aquela coxa de retalho que eu quis fazer com as coisinhas dele e tudo. E daí eu fui me apaixonando. É difícil. A aula é cara. Dizer não, não dá para fazer a aula e vou fuçar e vou comprar as revistas e fui, entendeu, comprando material. E fui, então hoje eu faço trabalho com bolsa, com necessaire, com as coisas, e tudo que for preciso, tudo, entendeu? Qualquer coisa, sim, eu tento fazer, mas eu chego lá.
Então, você estava falando do patchwork, que você começou sozinha, isso, com revistas, essas coisas.
E fui metendo as caras, fui metendo as caras e fui fazendo.

que era super rígido, mas essa noção de tamanho, de perspectiva, é tudo que eu aprendi. Então, eu tenho muita facilidade de ver uma coisa, entendeu? E daquilo transformar e fazer. E eu meto as caras mesmo. Eu preciso de um vestido para mim, eu faço, entendeu? Do jeito que eu sei fazer, da Eu vou metendo as caras Eu tenho essa facilidade de criar, entendeu? aham. Eu tenho essa coisa de criar. Então, eu vou de tudo quanto é lado, eu consigo ir para todos os lados.

Ah, foi de boca em boca mesmo, viu? Eu nunca pus nada em loja, aham, mas é de boca a boca. Minhas irmãs que compram, que dão e que daí, entendeu, uma conhece, a outra conhece. Então, é mais o pessoal, um vai dizendo para o outro, né? Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. Já vai fazer dezoito anos. Ele morou no Cana Qual deles?

de jogos aí, da meninada, e e disse que precisava de alguns meninos para o basquete e para o futebol.

E ele fez o college, jogava bola. Depois, quando ele vinha embora, ele teve a oportunidade de ir para uma cidade perto de Seattle, fazer universidade. E assim ele foi ficando, ele foi ficando Daí ele voltou há uns cinco anos, ele voltou para o Brasil. Os irmãos, não, volta, vem, imagina, vem embora, vem embora, vem embora. Ele veio, mas ele não conseguiu mais ficar no Brasil. Ele ficou um ano...

Mas ele não conseguiu ficar. Ele estranhou, achou todo mundo muito estressado, <laughs> a vida muito maluca. Daí, ele foi embora. Ele vive hoje em Oregon, <coughs> nos Estados Unidos. Casou ano passado, uhum. E É um lugar muito lindo. Ano passado eu fui a Oregon, eu não conhecia. E liguei isso porque eu fui ao festival que estava tendo de patchwork, que é de enlouquecer, <laughs> de enlouquecer, de enlouquecer. Mas eles têm um espírito que aqui no Brasil não se pegou esse espírito. Eu conheci várias pessoas, então elas trabalham mesmo junto, aquelas pessoas que se aposentaram. Então, que a tua filha vai casar, todas fazem aquela colcha maravilhosa juntas e te dão de presente, uma, sabe? aham. Eles se reúnem e fazem. Que é um espírito que para nós não pegou. O pessoal de petchwork é muito individualista. Entendeu? E ninguém mostra para ninguém o que está fazendo, de medo de alguém copiar. Eles não pegaram o espírito que o pessoal de fora tem. É algo coletivo. É coletivo.

E daí eles me chamaram para participar desse grupo que uma das filhas ia se casar e todas estavam fazendo a colcha. eram cinquenta mulheres, todo mundo fazendo um pedaço de um trabalho maravilhoso. E é uma coisa que isso o Brasil não pegou. Ninguém faz essa coisa em conjunto, coletiva. Então, eu fui eu fui lá nesse festival, tive a oportunidade, que estava sendo nessa época, de trabalhos maravilhosos, né, trabalhos. Você fica enlouquecido, <laughs> <laughs> Será que algum dia eu vou fazer algo parecido? É muito lindo. Então, daí eu estava lá e o frio estava começando. Lógico que quem trabalha com essas coisas, você não consegue ficar parada, né?

E daí eu fiquei dois meses fazendo... É difícil achar alguém que faça isso? Ninguém faz. É mes É mesmo? Ninguém. E eles te pagam, assim, muito bem, entendeu? E Aquele crochêzinho? Aquele crochê. Eles já mandavam flanela cortada e o bico todo de crochê, né? Do jeito que eu quisesse, eu fazia.

E daí, eu passei lá, esses últimos meses que eu fiquei, fazendo os coeiros, entendeu? Mas ainda usa coeiro? Lá usam, porque é muito frio. Eu nem vim embora, eu comecei o frio, eu já vim embora. Mas é muito frio. Agora é frio, faz dois meses que é frio de direto.

Que legal.

Hoje? É.

Mas daí ela foi vendida por uma outra pessoa e ela achou que, com o salário que ela me pagava, ela pegava umas três estagiárias, duas, né? Duas estagiárias segundo ela, segundo ela do segundo, primeiro ano.

Ela é funcionária da câmara, ela comprou aquilo acho que para investir dinheiro, não pegou amor, entendeu?

Essa locadora é uma coisa muito querida, porque é uma coisa que reúne as pessoas de idade, muita gente de oitenta anos, de noventa anos, que vai alugar livros, mas é para conversar, entendeu? entendi.

Era de uma amiga minha, depois ela vendeu, e nós não sabemos se vai para frente, entendeu? Porque já trabalhava uma que estava há sete anos, que ela mandou embora, fui a primeira a mandar embora, depois ainda ela ficou comigo um ano e pouquinho, mas também me dispensou. Mas mesmo eu lá, eu continuava a costurar à noite.

E faço nhoque de domingo, eu faço nhoque. Ah, é? Ah, é?

Tem uma freguesia. Eu faço de tudo, mesmo porque primeiro por causa do dinheiro e segundo que os meninos estão longe. Então, quer dizer, você também tem que fazer alguma coisa, entendeu? é. Eu ando muito a pé, isso é sagrado, eu acordo seis, seis e pouco, ainda na praça ali onde a gente viveu, eu ando ali todos os dias e uma vez por semana eu vou para Ibirapuera.

Adoro ler, leio muito, muito, muito.

E trabalho, faço os meus trabalhos, né? Então, eu procuro fazer muita coisa para estar sempre em atividade, aham, e para cabeça, manter a cabeça boa, né? é.

Ãh... Depois um foi para... Por que que eles foram? Porque eles foram mesmo, eles queriam um lugar mais mais tranquilo.

Ficaram lá algum tempo, acharam também parado demais <laughs> para trabalho.

Ele falou, já que ia procurar emprego. nós vamos para Curitiba também. Olha...

As pessoas não, que dizem que são muito fechadas, né? Mas realmente o lugar é muito tranquilo, ainda é um lugar sossegado, né? E eles estão lá e acho que não voltam mesmo mais, né? Agora eles estão fazendo de tudo para eu ir para lá <laughs> <laughs> Para eu ir para lá. Para eu ir para lá. Tenho pensado aí, não sei, vamos ver aí. Mais para frente, por enquanto, não. Mas eles se adaptaram bem lá em Curitiba. Sentem muita falta que as pessoas são fechadas, né? é. Isso são mesmo. É que meu irmão morou lá, acho que há trinta anos, já reclamava que não ficava lá por causa disso. Mas eu digo para eles, cada um tá com a sua mulher, vocês moram perto, então vocês vão fazendo

Porque daí, com criança, já é mais fácil de você fazer amizade, ir fazendo os grupos, né?
E a chegada do neto?

Foi maravilhosa, foi muito bom. É muito bom, ser avó é muito bom <laughs>

É muito bom. Neto é uma coisa... Tem essa coisa, assim, de ser muito bom porque é um pedaço do seu filho, né? É um pedacinho do seu filho.

Então eu acho, assim, bárbaro essa convivência. É muito bom, é bom demais. Eu fui agora no Natal, então você pede para meu pai, vamos assistir Cilada, que diz que Cilada é bom, que é com o filho do... Na televisão, do do Chico Anísio, do Bruno Mazzeo. Ah, eu não sei se vocês assistiram. Eu Eles fizeram umas enquetes que eles faziam, umas coisas pequenininhas. E daí nós assistimos juntos. Então é bom demais, porque ele é muito vivo, muito... Então é esse aprendizado, essa troca é muito legal. É muito legal essa troca. Boa demais. Então, eu espero ter bastante aí.

O dos Estados Unidos vai ter. Ela <laughs> está grávida.

Então, essa convivência, quando os amiguinhos deles vão, sabe? E eles são muito espertos hoje, né? Bom, eu nunca tinha mexido em computador, eu jurava que jamais ia passar perto.

Daí eu disse para ele, não, mas então faz assim, você me dá aula, mas eu te pago, porque assim eu posso reclamar, eu posso exigir, está bom. Daí ele dizia para mim. Vovó, mas é a quinta vez que eu te explico. Não é possível. Vamos combinar também. Eu só te explico três, quatro vezes. Depois eu não explico de novo <laughs> <laughs> Então, quer dizer, eu passei a gostar do computador por causa do meu neto. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu nunca imaginei, entendeu?

Eu nunca imaginei isso por causa do meu neto, entendeu? e que me dá aula constantemente, né? Porque a coisa é novidade em cima de novidade, então eu tenho aula constantemente com ele. Tem que se atualizar. <laughs> Então é muito bom demais essa coisa, sabe? E ele que me ensinou, ele que foi em casa, que pôs o Skype, <laughs> que me ensinou com a câmera, como é que eu falo com eles, como é que eu falo, então isso tudo é muito bom. Essa convivência, né? Como as minhas sobrinhas, eu tenho minhas sobrinhas, elas têm , Não, tem quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte anos, é, mais ou menos isso. Então, é muito bom isso.

Eu fiz sessenta anos agora e eu falei, não, eu quero comer pizza com as minhas sobrinhas. Todo mundo ficou emburrado, mas com as minhas sobrinhas, <laughs> com as sobrinhas, os namorados, entendeu? Porque é muito bom isso. Isso é muito bom, essa troca.

Então, para contar que ela está namorando, entendeu? Porque hoje ela não se namora como na minha época, né? Na minha época você escolhia os meninos, né? Você tinha aquela filha de rapaz que você dizia, esse eu quero, aquele eu não quero. Hoje não, hoje as meninas não tem namorado, não tem, não tem, é uma coisa impressionante. Então, ela vem em casa para contar que ela está namorando, que faz dois meses, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, isso é bom demais, né? Essa convivência é muito bom com o jovem, né? É, né? É bom demais, deixa a cabeça da gente boa <laughs> e
E com suas irmãs hoje, como é que é essa convivência?
Então, as minhas irmãs, a gente... Convivemos muito, muito, muito, muito, muito, muito. Fomos muito juntas. E depois que o papai e a mamãe fale faleceram, algumas confusões surgiram e hoje... Eu me dou com todas, mas todas não se dão com todas, é <laughs> Então, eu vejo todas, procuro estar com todas, entendeu? aham Mas não somos mais como nós éramos, que é uma judiação, porque nós éramos muito unidos. Espero que um dia isso possa voltar. Não sei se tem retorno, mas... As coisas mudam também. As coisas mudam muito, é uma judiação.

Não, acho que eu falei, acho que eu falei, acho que tudo, né? Você tem alguma questão? Acho que eu falei, falei, né? Falei de tudo. Tão gostoso, tão bom ouvir <laughs> É, falei, acho acho que todas as coisas.
Maravilha. E o que que você achou, para gente terminar então, o que que você achou assim, a gente ter vindo aqui, ter deixado a sua vida registrada, essas percepções todas, essa história tão bonita.
Não, eu adorei, adorei e acho isso importante porque isso é a história de um povo, isso é a história de uma cidade, é a história de um bairro. E a gente tem que preservar essas coisas para os que vierem, para os meus netos, para todos, que isso é história mesmo, né? Senão a gente não sabe. Eu ainda consegui há poucos meses te dar

Então, porque tudo isso é história, né? aham Você ter as pessoas. Eu fiquei muito feliz, espero que muitas, muitas pessoas dêem seus depoimentos, porque para que outros possam saber como é que foi um bairro, como é que foi a vida. Né, e eu gostei demais de conhecer vocês, de ver que tem tanta gente jovem trabalhando aí. É muito legal isso daí, muito legal. E eu procuro participar.

de escolher algumas coisas escritas, eu participei, e o site continua. Você entra, você escreve, e agora a gente está batalhando para sair em outros livros. E, além disso, a gente se reúne cada três, quatro meses, entendeu? A gente vai para uma pizzaria. E é muito bonito porque nós temos jovens de vinte e poucos anos e nós temos pessoas de oitenta e cinco, noventa anos que escrevem para o blog. contando, entendeu? A vivência, as coisas do bairro e eu acho que é importante essa participação de todo mundo, dos jovens também, porque também tem o que falar, né? aham, maravilha então.
Mas eu gostei demais de ter vindo, obrigada por ter vindo, muito, muito, muito.